Então vamos começar agora, eu queria que você dissesse o nome completo e depois o apelido.

Por que esse apelido?
Porque quando eu nasci né, meus parentes alegavam que eu nasci e eu era muito peludo. Então tinha um personagem do Tony Ramos que ele fazia Então, por essa comparação, o nome dele era Doutor

Aí, esse é o motivo do apelido.

Mesmo?
Mesmo.
Na real, nunca ouvi. Minha mãe, eu nunca ouvi. Meu pai sim, porque a gente não mora juntos. Então, tem aquela coisa mais social, mas minha mãe e meus parentes

E na escola?

E a grafia, com ípsilo
com ípsilo com tê veio de uns tempos atrás, porque foi quando eu estava pesquisando no dicionário Zither e provém do o grego, que era o nome dado à cerveja na antiguidade, na Grécia, e significa sabedoria também em grego.
Aí eu adotei, porque como eu aderia a filosofia Rastafário, eu tinha os dreads, sou cantor de reggae, sou músico, né, não somente de reggae, mas de outros estilos também, compositor. Então, devido a essa influência, por significar sabedoria,

Para dar mais um sentido. A palavra também. O que ele é que oferece a esse nome dos seus pais?

O que eles fazem?
Meu pai, no momento, ele é tapeceiro. Mas também, por eu nunca ter morado com ele, muitas das influências que eu tenho hoje foi dele. Porque ele é músico, ele é ritmista de escola de samba a É músico, toca violão de sete cordas e pinta quadro. Ele é artista plástico também. E minha mãe é dona de casa, né? Dona de casa, mas no momento ela também trabalha com tear de fazer cachecol. Então meio que todo mundo faz um trabalho manual em casa.
E, e, os avós? Qual o nome deles?

Que já faleceu também há dez anos.

Também esses são os pais da minha mãe.

Então nem o nome eu cheguei a saber.

São tudo natural de São Paulo.
A avó também?
A voz também.
A voz tem um pouquinho pé em minas, né? Minas gerais. Tenho três irmãos três irmãs da parte da minha mãe e dois irmãos e duas irmãs da parte do meu pai. Ao todo são sete irmãos. Tenho sete irmãos, sou eu sou o oitavo e sou o mais velho de todos.
E você conviveu mais com qual lado da família? Ah
Mais do lado da minha mãe, né?

Um ano em outras regiões, mas eu sempre soube quem era meu pai, mas nunca aquela aproximação, mas não pela gente, mas por ele mesmo de não se interessar em viver o filho dele, né.
E como que era na sua casa com, com os irmãos que conviveu mais? Como que era o cotidiano, a infância? Ah Ah, tudo ótimo, porque elas também têm uma fase de idade um pouco abaixo da minha.
Eu estou com vinte e três anos, a minha irmã mais velha, ela vai fazer quinze agora. E as outras uma tem doze e a outra tem. Então a convivência sempre foi muito... Foi ótima, né? Porque eu cuidei delas, eu ajudei a cuidar também. Tive um pouco dessa parte aí. Então eu fiz aquela coisa de irmão mais velho. Então sempre a convivência foi boa Atritos todo mundo tem, né? Mas sempre do meu lado, porque às vezes eu exijo um pouco mais delas também.
Conta.... é, mas um pouco assim... No que vocês brincavam? Ah, eu quando estava com elas assim, eu normalmente quando eu era pequeno,
Eu brincava com algumas primas, porque eu fui criado numa família de catorze primas e eu como único neto homem, até minha avó falecer. Eu era o único neto homem, então eu brincava muito com minhas primas. Mas minhas atividades eram normal, gostava muito de bonequinhos do He-man, sabe Jaspion, gostava de assistir Changeman, entendeu? Gostava de brincar de muitas coisas, jogar bolinha, nunca fui viciado em Pip e videogame. Foi uma coisa que nunca conseguiu me captar assim. Já tive, mas... Nunca fiz questão, então era mais coisa da rua mesmo, rodapião. Mas umas coisa louca, brincava com as minhas primas de casinha também. A gente tinha um galinheiro no quintal, a gente entrava lá dentro, fazia uma casinha, tinha um pé de manga, pé de goiaba. Então a minha infância foi muito boa, porque ainda se valorizava aquela coisa de né, manter um quintal em casa, para as crianças estar brincando. Hoje em dia, já não tem isso e minhas irmãs já cresceu um pouco fora dessa época diferente, tanto que hoje elas têm essa faixa de idade, mas não brincam de E eu na minha idade eu brinquei de esconde, esconde até aos quinze anos com os meus camaradas subindo na árvore, na rua, entendeu? E elas já não fazem isso, mas a relação foi ótima.
E você morou em vários lugares? Morei. conta um pouco de alguns desses, ou quais você, um um que você quiser mais contar, como que ela é? como que era sua casa, como que era o bairro, essa rua? Ah, era assim, primeiro o lugar que eu, depois que eu me mudei assim, que eu me lembro, comecei a me lembrar depois que eu mudei da Brasilândia,
Foi laranjeiras. Eu morei um tempo de laranjeiras e a lembrança vaga que eu tinha, que era muito pequeno, é que tinha um lixão do lado da minha casa, onde as pessoas armazenavam lixo. E uma coisa que me marcou muito foi que um dia eu desde moleque e gostava de moto, né? Ficava imitando uns carrinhos, andando pelo quintal. Aí eu vi um capacete dentro desse lixão e eu pulei lá dentro para pegar. Aí eu lembro que minha mãe me dê uma bronca, ou se não sei se ela me dê uma surra, mas o que eu lembro é isso. essa parte de laranjeira. Já quando a gente foi morar, moramos um ano em Itaquera, eu lembro que lá eu fiz o meu primeiro, fiz o (e-mail) lá, fui para creche, aí lá também eu fiz o primeiro ano da escola. Então, lembrança que eu tenho que foi uma vez que no prezinho, a gente pintando pedrinha na escola, assim, o rapaz veio, um coleguinha meu, eu pintando pedrinha, ele chutou a pedra, a pedra bateu na minha testa, cara, fiquei com um galo desse tamanho, moleque. Foi uma coisa que marcou
Marcou, aí quando eu já mudei, voltei para Brasilândia, da Brasilândia eu fui para Pirituba, porque eu repeti o ano na Brasilândia.
Então, esse meio tempo eu morei com a minha avó, depois fui transportada a morar com a minha mãe de novo. Aí em Pirituba eu morei na Vila Zate. Aí lá na Vila Zate, as lembranças são que eu ia muito para o lado do campo, satélite, jogava bola, vi os caras do erre zê ó, quando era pequeno, praticamente os caras ali antes de fazer sucesso, Sabe, rimando ali, fazendo várias atividades, jogando basquete, andando de skate então, Tudo foi onde eu comecei a ter minhas influência. Onde eu comecei a me influenciar em muitas coisas, que aí eu já estava perambulando por vários lugares já também. Aí depois eu retornei a Brasilândia e lá estou até hoje.
Vol Só voltando um pouco, você falou que morou com a sua avó um tempo

Como é que é seu contato com ela? Como é que é sua relação com ela? Ah, tipo, segunda mãe, né?
Toda avó é maravilhosa, principalmente quando o neto é neto único, único homem. Por catorze netas mulheres, então era muita, sabe, aquela coisa de apegação. Então, para mim, o tempo que eu morei com a minha avó, tipo, eu não senti tanta falta da minha mãe, porque eu tinha, sabe, toda aquela carência que de repente eu necessitasse, a minha avó tava suprindo ali, se preocupava, da mesma forma que a minha mãe. Então, minha avó para mim foi uma das coisas, sabe? A melhor que aconteceu na minha vida é de eu ter morado esse tempo com ela, que também foi um tempo que eu aprendi. Apesar de eu ter repetido na escola, mas foi um tempo que eu pude viver com ela antes dela falecer, sabe? E conhecer realmente quem era minha avó.
O que que te marcou? O que que você aprendeu ali de mais valioso? Mais valioso?
A minha avó exigia muito da gente. Que ela sempre questionava essa questão. A gente é pobre, mas a gente não tem que ser ignorante. Então, sempre ela influenciava nos estudos, por ela ser analfabeta, ela ajudava eu nas atividades, mesmo sem saber. Então, ela chegava e auxiliava, às vezes acertava, fazia, entendeu? Então, não era nenhuma coisa de saber, era um carinho que ela transmitia, que ela me ensinava através daquilo, através daquilo que ela passava e eu aprendia. Tanto que a professora, uma vez na escola, me deu uma semana para mim aprender a ler. Eu não sabia ler. A minha vó todo dia ali me incentivando em uma semana eu estava lendo. Aí, para mim, foi muitas coisas. E
E você disse que seu pai era músico, é é músico também uhum, né? É
É, ele é ritmista de escola de samba agora, mas ele era músico na adolescência, na juventude dele, né adolescência não, na juventude. Hum Que escola?

Que escola que ele é? Eh Ele é do Rosas de Ouro, infelizmente.
Eh Foi qual é a sua? Oi, eu sou gaviões. Ah Tá Mas ele era músico, bandoleiro, tanto que minha mãe separou dele, por caso disso. Era muito violão, muita mulher.

Mas só que andava muito na noite, ele não parava em casa, entendeu? Aí foi um dos motivos da minha mãe se separar dele também.
E qual a influência que ele tem para você fazer música hoje? Para mim fazer música, o estilo de música que ele curte, né?
Ele gosta de música raiz. E é o que eu me influencio para fazer música. Quando eu me propus a ser músico, eu tipo, procurei muitas coisas. Tanto quanto eu fui fazer reggae, que eu procurei saber o que eu ia dizer, o que os cara estava dizendo para mim quando as letras não eram daqui, tanto quando eu comecei a curtir não existia nem reggae aqui em São Paulo, entendeu? Que muitas coisas aqui as pessoas consideram reggae, mas não é reggae. Então as influências foi isso. Aprender a cultivar a verdadeira música. A música aquela da qual tem uma origem e dessa origem passa o tempo que passar, ela vai sempre manter aquela linhagem. Ela não vai mudar. Seja música de protesto ou não, ela nunca vai afrouxar para o sistema. Você está falando contra o sistema.
Mas ele te ensinou a tocar também? Não, que nem eu disse.
Nunca tive um contato assim com meu pai. Isso é engraçado. Hum Ele tem meus irmão e meus irmão não faz nada disso do que eu faço. Todos eles cresceram na doutrina cristã ali, entendeu? E são assim. E eu já não. Eu Por não morar junto, parece que é coisa genética. Já tive mais esse contato. Ele pinta quadro, meu pai. Foi um bom pintor também. Gostava de ficar pintando e. E eu também hoje faço a mesma coisa. pode pintar quadro, pode desenhar, pode fazer artesanato. Então é meu hobby, meu passatempo, e isso foi o que ele me passou, entendeu? Mais pelo sangue, não por sentar e falar, filho. É assim. Que aprendeu o despertar do desenho, aprendi mesmo, foi com meu pai, que me criou.
Mas eh essa vida que ele leva de, você falou de bandoleiro, hum e isso te chamava de atenção, você queria ser isso? <laughs> É, muita influência, muita loucura, depois você passa
Você passa a curtir o mundo e você começa a entender o que é ser um bandoleiro, o que é você acreditar em alguma coisa, sabe? E levar isso com seriedade, mas não deixar por vacilar que nem ele deixou, sabe? Deixar uma família de lado de repente para viver uma coisa. Então, desde que você faça e viva com responsabilidade ser um bandoleiro é uma ótima coisa na vida.

Que é você expressar seus pensamento, ser do mundo, querer conhecer tudo, querer aprender um pouco de tudo, Mas sempre com humildade de parar para ouvir, nunca quer abrir a boca para ensinar. Que o ensinamento, às vezes calada, a gente está ensinando alguma coisa. Ou senão pensando raciocinando e com uma única frase, a gente já resume várias coisas. E como
Então conta qual quais foram realmente as influências quando que você começou a rimar, a tocar, a compor? Ah Minhas influências em noventa e três eu escutei pela primeira vez racionais.
Aí eu guardei aquilo. Eu fui criada numa família que escutava muito samba. Já ouvi ali na Pélula Negra, Dona Ivone Lara, entendeu? Bette Carvalho era antiga, escutava muito samba, Dona Irã Barbosa, a Cartola. Então eu cresci nessas influência. E isso sempre me chamou a atenção, porque era um samba rimado, bezerra da Silva. Era uma coisa que falava da realidade, de uma forma descontraída, mas que era raiz. Você via que era uma coisa que vinha de dentro, entendeu? Não era de repente falar de uma música com uma falsa ilusão ou de repente uma fantasia. Não, era algo real que as pessoas vivem ou está vivendo, falando de alguém, algum vizinho. Então, isso sempre me chamou a atenção. Porque eu ria às vezes com isso, que às vezes eu comparava certas situações com a música. Entendeu? Porque aconteciam realmente. Então, as minhas influências começaram aí. Por músicas boa. Aí, em noventa e cinco, eu conheci o Planet Hemp. Aí, já fiquei mais doido. Depois, conheci (esticuçais) Nação Zumbi. Aí, já gostei de Elis Regina, Tom Jobim. Aí, já foi um monte de músico. Muita coisa, Jorge Benjor, Caetano. Aí muita coisa boa. Aí eu comecei a aprender música por aí, entendeu? Foi, foi com os amigos assim também? É Muitos amigos dividiram a música comigo Sinceramente, muitas músicas, a gente às vezes a gente não corre atrás. A gente não vai, mas quando a gente escuta pela primeira vez, eu, como era um interessado pela música, até então não era um músico, era um interessado pela música, toda vez que eu escutava uma música nova, eu queria saber quem era. Queria saber sobre o que aquela pessoa falava. Porque para mim curtir música é mais do que isso. É você saber denominar a informação que ele tá passando e se ele tá sendo verdadeiro naquilo. Ou se ele continua, se aquela é a linhagem dele, ou se cada cê dê ele muda de personalidade para comover as pessoas. Entendeu? Então eu sempre me preocupava com isso. Saber a história do músico e pesquisar, pegar material, com alguém que tivesse um cê dê. Aí todo mundo que me transportava, eu ia absorver aquele escutando. os que eu gostava, os que eu gostava, os que eu não gostava, já não escutava mais.
E você aprendeu a tocar instrumento? É, eu toco guitarra, faço guitarra base na minha banda e toco bateria.
Isso é algumas escala de baixo, né? Não toco bem porque meu... dom mesmo é vocal, sou vocal. Eu canto.
Mas como aprendeu? Vendo, imitando? Como Porque eu comecei cantando rap.
Comecei cantando rap, então rap é muito aquela coisa batida, batida, você fica naquele negócio. Então, rimar o rap me ajudou a desenvolver as rimas, porque eu comecei a rimar com o rap, então eu fazia muito freestyle, já estava envolvido com o skate, já andava com uma galera que tinha uns cinco grupo, meu era o vê dê efe, tinha o ideal, o xis dê erre, aí tinha vários grupos que ficavam junto com a gente, tinha uma rapaziada do rock também, que tinham as mandas de punk,(pã) então a gente ia, eu comecei rimando, mas só com o rap, pela aquele tempo, não sei agora porque eu não estou muito envolvido e meus parceiros, apesar disso, eles estão... os que continuaram estão fazendo um som diferente, gravaram até cê dê. Só acontece, naquele tempo, para mim continuar no rap, eu estava com a mente muito fechada para abrir minha mente para a música. Mas só que eu quando quando eu comecei a abrir a mente para a música foi quando eu me... Não, tipo, eu me propus, né? Me convidaram a trabalhar numa banda. Aí a banda é diferente, você aprende tudo, tom, semitom. porque é uma nota, uma nota acima, abaixo você aprende o tom que você canta. Então, quer dizer, expande o mundo, você vê que o mundo não é só tum, ta, tum, ta, e você rimar em cima. Quero ver você rimar em cima várias notas, rolando uma harmonia, contratempo, e você fazendo. Aí foi onde eu comecei eu aprendi música aí, com banda, que é a música aí, eu comecei a trabalhar música de verdade. Comecei a compor pelo som que eu escutava, pelo ritmo da banda, aí eu já compunha. E o vê dê efe foi o seu primeiro grupo?
Foi o meu primeiro grupo. O que que significa vê dê efe? Voz da favela. E eram quantas pessoas? (assim com você) Era eu

Mas só que até então eu tinha comentado com ele sobre o grupo, que a gente já não fazia umas letras muito agressivas, sempre uma coisa, de autoconscientização, né? Mostrando o nosso valor. Aí eu perguntei para ele se ele ia permanecer e falou que ia continuar que não pegava nada. É só que uma semana depois ele disse que já a igreja não permitia. Aí foi um parceirão meu que, meu, a gente cantava junto desde dos doze ano. Porque na verdade mesmo a minha primeira rima, eu comecei a rimar na escola porque quando tinha a prova eu não gostava de estudar. Então eu tinha uma facilidade de ler a matéria e rimar a matéria. Eu Eu rimava a matéria, o texto, começava a rimar o texto. E na hora da prova, eu via a pergunta e ia cantando lembrava daquela parte. Aí eu comecei a rimar sim.

Aí quando ele saiu para mim, o grupo já perdeu o sentido um pouco. Porque o rap também estava com uma imagem muito decaída e as pessoas já não estavam lutando pela mesma coisa. Então é difícil às vezes você sozinho querer mudar o mundo, né? Pesar que a gente muda o mundo através da gente mesmo começar a mudar nas nossas atitudes. Mas só que aí me desanimou muito pelo cenário que estava e pela necessidade que eu tinha também, meu espírito já pedia isso. Revolução, meu espírito já queria a música e eu estava bitolado em uma coisa só, entendeu? Não que o rap não seja bom, mas é que eu queria trabalhar amplo, fazer várias coisa, não ser rotulado, não, canto rap, não, eu canto o reggae, não, eu sou um músico, eu gosto da música. Tudo que for bom, eu me proponho a fazer. entendeu? E na escola também tinha assim vários grupos de rap, ou estava começando também assim? a
Na escola estava começando.
Pelo menos onde eu estudava só tinha o meu grupo, no Hall Fernandes. Então a gente começou a fazer shows, lá como eles me convidava para tocar nas festinhas, de casa, aí chamava, sempre tinha umas cá eme esse, nós era o nós gostava de showmício. showmício, sempre que os caras chamavam, nós ia lá. Falava um monte nos trailers, entendeu? Aí nós gravava umas fitinhas com a galera que andava de skate. Aí começou assim, a gente fazendo showzinho, só paralelo. Até que a gente chegou a tocar quinhentos e nove (ienes), queima clube, no ano de noventa e nove. Aí deixa eu ver mais quando a gente cantou com o Apocalipse dezesseis, na Igreja Assembleia de Deus, também no Clube da Cidade. Aí começamos, aí expandi um pouco, aí foi onde parou um pouquinho.

E o que você queria com o rap?
Qual era sua intenção?
Protesto. Não sei, é causar um impacto, mas você passar as coisas de uma maneira diferente. Não vocês só mostrar que o mundo é uma bosta, o mundo às vezes pode ser ruim, mas as pessoas que fazem o mundo, né, por um, por dois, que você vai julgar todo mundo. Então, você sempre tem que pensar de passar a realidade mais de uma forma construtiva, porque não uma realidade que, de repente, só você passe. mas uma realidade expressiva que todo mundo passa no dia a dia, entendeu? Uma realidade que de repente se depare com a minha, com a sua, não é eu só contando minha história, mas eu tentando relatar no geral, porque é o geral que importa, entendeu? Porque enquanto a gente trabalha ali, ó, só eu, eu, eu sofro, eu sofro, eu sofro, eu sofro, todo mundo sofre, entendeu? E a história é de todo mundo, né, de um um só. Essa, essa relação que você está falando às vezes você falou sobre
o rap e religião, assim, você pode descrever um pouco melhor, se você é tipo, ah meu amigo, ele, hum entrou para igreja e tal, assim. Não porque tem
certa denominação, cada denominação é uma doutrina, existem várias igrejas, hoje a igreja é que nem boteco, tem tanto nome, é várias igrejas, em todo lugar que você vai. Então, cada religião tem uma doutrina, tem umas que permitem, na Assembleia tem o Apocalipse dezesseis, Arsenal de Cristo, entendeu? Então, tem vários grupo que é gospel, a Assembleia de Deus, admite esse tipo de que? De expressar a música, rap, através da religião, para quê? Para você também ter um alto impacto também sobre os jovens. Entendeu? De repente, com uma mensagem positiva, você absorver, entendeu? Se Deus te deu o dom de você fazer a letra, com aquela letra você fala com a alma de diversas pessoas, porque Deus ele conhece a alma de cada um. Agora, já tem certas religião que não se acredita nessa doutrina. Entendeu? Já quer seguir uma forma mais rígida, já segue a antiga doutrina. Entendeu? Jesus, mas no certo, meu. O importante é sempre a mensagem que você tem a passar, entendeu? Sempre a mensagem, porque você tem que tomar cuidado sempre no que você vai falar. Então, independente de religião ou não, o impacto é o mesmo, se você falar porcaria, entendeu? Tanto seja de Deus, você pode afastar várias pessoas, tanto seja você falando coisas do mundo, você pode revoltar um cara.
Você lembra da primeira, primeira, música que você fez? Primeira música que... Ah, lembro.

Primeira música rap, ela era mais ou menos assim ó, com fé na vida, vou seguindo o meu caminho, quem tem amigos nunca caminhou sozinho, por isso eu trago no meu peito o que conquistei, me ajudaram nas barreiras que eu atravessei, nossa escolha nos afasta ou aproxima, do criador que observa lá de cima, quem planta guerra certamente colherá a dor, quem planta paz da mesma forma colherá amor, não plante vento para não colher tempestade, Quem é sincero é refletido pela verdade, mas é preciso muita luta para saber viver. Por isso, tenha fé na vida, você vai vencer. E é isso. Foi a primeira música que eu fiz. É primeira hein? Primeira música.
E aí, quando que foi a primeira ah apresentação em público? Em público?
A primeira apresentação em público foi no ano de mil novecentos e lá no Carumbé, a escola. Então, teve uma apresentação lá, foram vários grupos. se eu não me engano, quer ver? Não, não foi o Happy Hood. Era o Vírus. Foi o grupo chamado Vírus. Inclusive, o vírus tocou lá. A gente tocou, era um eventinho de escola. Colocaram os obstáculos de skate, tinha uns, uma rapaziada pintando um muro, entendeu? Vários artistas pintando. E foi o primeiro show em público.

Aí foi onde, daí eu fui para frente.
E qual é a sensação de tocar em público? Ah
Ah, tocar em público, não sei, para mim assim, sempre eu pensei que ia ser uma vergonha. Quando você olhar um monte de pessoa, então, às vezes, Até hoje, se eu vou subir do palco, dá sempre aquele friozinho na barriga que você não sabe a reação de cada público, né, meu? Então, pela primeira vez, quando você sobe, né, você tem aquele impacto do público, mas, meu, é normal, as pessoas te olham, então você vai pensar no que você vai fazer ali para ver se você vai agradar ou não. Aí você vê as formas que causam mais impacto, se quando você dá um grito, se quando você vai para a direita, se quando você vai para a esquerda, e você vê vê tudo isso.
Sua banda de agora, dentro do reggae assim, hum como foi essa...essa transformação assim? Filhos de Sião

era uma banda que chamava parafarruts, na antigas, os cara fazia um reggae paia, não fazia reggae, uma música diferente que o som do reggae. Aí acontece, eu estava parado um pouco da música, eu já estava compondo umas letras, eu curtia muito Bob Marley em casa desde e oito. Então, eu já gostava de escutar E os camaradas meus sabiam, eles conheciam o pessoal de Types. Aí Aí eles foram ver essa bandinha e falou, putz meu, essa banda né, é legal, o sonoro era bom, mas o vocal era ruim. O vocal ninguém gostava. Aí os caras pegou, chamou, sabia que eu estava fazendo umas letras e falou assim, o meu, se não quer ir lá, fazer umas letras, fazer um teste com os caras, mas até então nunca tinha cantado com banda. Com banda eu nunca tinha cantado. quando eu subi lá, estava sendo na quadra do sol, você for o evento. Aí tinha um cara já cantando, tirando umas músicas para ver quem ia ficar no vocal. Aí os caras me chamou e meu camarada falou assim, deixa ele cantar um. Aí eu subi, cantei uma música, até cantei uma música pop do Bob Marley, i wanna love. Aí os caras gostou. Aí eu fui para minha casa, nesse dia normal, os caras pã cumprimentou, fui para minha casa, aí depois os caras ligou e perguntou se eu queria participar da banda. Aí quando eu me propus entrar na banda, eu já, a primeira coisa que eu pedi foi para mudar o nome. que era parafaroots, que era envolvido com parafina e raiz né, raiz da parafina, porque os caras gostava de surfar. Nada contra, né, meu? Mas quando você vai fazer uma música, os caras falou para mim que ia tocar reggae. Então, quando eu cheguei também, já foi o nome, que o nome é a primeira coisa, ele é o impacto. O nome, ele tanto pode trazer seu sucesso como a sua derrota também, porque eu acredito muito em coisas positivas. Então, se você escolhe um nome positivo, ele vai te influenciar muito Sabe aí para frente? A crescer também. Aí eu já pedi para mudar o nome e também o estilo do som. Eu falei que eu não cantava certas bandas. Aí foi onde eu comecei a passar um silêncio para os caras. Algumas coisas que eu escutava, a Johnny Clark, Augusto Pabllo, Pabllo Mozias. Aí já começou o Huggie Man, deu o Max Romeo. Aí já comecei a passar umas coisas para os caras. Os cara foram abrindo a mente, viram que reggae. Realmente não era aquele mundinho, aquele mundo de ilusão, né? Pode existir uma música que fale sobre isso, mas reggae não é, entendeu? Reggae ele pode falar da paz, mas de uma forma da paz do seu espírito, do que há por dentro, do que você pode conquistar no mundo para você adquirir sua paz, a forma que você pode viver para você ter a sua paz. Então o meu primeiro contato e o nome da banda, dessa banda surgiu aí foi quando a gente começou a fazer, filhos de Sião, reggae raiz.
E tem uma maneira de... quando você está em público, tocando para o público, tem uma maneira de sentir aquela mensagem sendo passada, e sendo absorvida? A energia. Há muita dessa coisa, meu.
Você transmite, ao mesmo tempo que você transmite a energia, o público ele te repassa aquela energia, mas só que em dobro. Porque você vê quando você faz uma música, ou pelo menos quando eu componho, eu gosto de estar no ambiente tranquilo, normalmente tem que ser um dia, eu componho de manhã, porque você acorda, se estressou com nada, você não teve, sabe, nenhuma coisa contrária para te distrair. Então você tem que estar sempre com a mente limpa e quando você está com a mente limpa, você está mais em contato com o Criador. Entendeu? E quanto mais contato com o Criador você tiver, tudo o que você fazer vai prover dele também, vai ser obra dele porque você vai fazer as coisas mais perfeitas, as coisas melhores, entendeu? Que só ele dá o dom para você fazer as coisas melhores. Então acontece, conseguia compor com o coração e quando você compõe o coração, que nem eu falei indiretamente você fala com a alma de todo mundo porque Deus ele é conhecedor de todas as coisas ele conhece a alma de cada um então de repente com uma música você pode falar da alma de mil pessoas pode falar o que ela está passando por dentro que de repente elas pensam e querem expressar também de repente estava oprimida por alguma coisa então você vê que eu gosto muito eu não gos eu não canto né que eu não gosto eu não consigo cantar com o olho aberto porque eu canto para dentro eu canto para mim entendeu canto para minha alma se alegrar O para fora o exterior sai a voz, porque a voz tem que sair para alertar os outros tipos de ouvido, mas para mim eu canto para minha alma. Então sempre de olho fechado e você percebe essa transmissão quando as pessoas fecham o olho também, que elas não começam a curtir para fora, elas começam a cultivar para dentro da sua alma, elas fecham o olho e absorvem. Que nem uma frase que eu sempre digo no evento. O reggae, da mesma forma que o reggae pode entrar por um ouvido e sair pelo outro, ele pode entrar por um ouvido e bater direto no coração, porque é mais que música. Entendeu? É coisa de espírito. Entendeu? É revolução. Tudo que é revolução, você tem que guardar dentro de você. Não você só escutar e deixar (esprender). E com o olho aberto você não sente nada. Até um beijo. Dá de olho aberto para você ver. Não tem emoção. Entendeu? Então fecha os olhos. Se inspira. Música é assim. E
E o... Você tinha uma dificuldade em começar a compor reggae e depois de compor por algum tempo rap foi muito diferente? Foi, foi diferente.
Que você cai meio, né? Não que você cai, tá ali na mesma niagem, na mesma árvore geneológica, mas só que, né, cai do mundo da rima, porque se o para o reggae eu fosse cair para a rima, eu já ia mandar logo um raga-muff, entendeu? E eu ia ter que mandar um raga. Então, quando é o reggae raiz, ele já decai, porque ali não está só valorizando uma ideologia, mas sim, tá cultuando uma filosofia juntamente à música, que o reggae não deixa de ser um hino de louvor dos Rastafari, entendeu? 0 Então é a mesma coisa de você pegar uma música de igreja quando eu digo de outros reggae, a mesma coisa de você pegar uma música de alguma religião e você difundir de outra forma, entendeu? Queira ou não, é um desrespeito. O que eu acho assim? Existem diversos estilos, músicas para se cantar diversas coisas, para falar de amor, falar de tristeza, falar de paixão, entendeu? Falar de coisas ilusórias, o reggae veio para falar da verdade, entendeu? E eu perdi um Só vi que eu ia falar. Falei demais. De ah a A de compor. Compor, isso. A composição foi um pouco difícil. Porque aí era uma coisa mais lenta e. Então sempre eu gostei de... O que? Que nem eu falei. Ouvi. Então me inspirava nas nota. E quando a banda começava a tocar, que eu vi que os caras, a banda realmente era boa, que os caras tocava, eu falava para os caras. Comece a tocar, que eu não conseguia compor, só escrevendo. E Então naquele sonoro, através do ritmo, Eu ia meio que com uma rima, mandando a letra, mas sem palavras, para rimar. Porque eu, na verdade, para compor reggae, até hoje, eu aprendi assim. Eu faço um texto, e daquele texto eu tiro uma música. Porque o reggae nada mais é do que um... você ler um texto de protesto para as pessoas, entendeu? Eh Aquela coisa de você chegar ah, ah, ah, rimar, não, tem que ter, sabe, a sequência do texto certinho. Então, pelo menos com o reggae é assim. Eu escrevo um texto, e desse texto eu tiro uma música e também eu componho muito de de repente estar no violão e vê umas escala nova, umas nota e através daqueles som, aquele som trazer uma nova melodia. E como como você acha que está assim a cena do do reggae assim aqui em São Paulo? Sinceramente uma porcaria. Porque é tipo assim, com todo respeito a todos os músicos, mas é que nem eu falei, a gente não pode começar vendendo um peixe bom e depois começar a vender um peixe estragado só porque todo mundo já comeu daquele peixe, entendeu? A gente tem que sempre procurar melhorar a qualidade, porque o que você passa para as pessoas hoje é o que vai influenciar no pensamento de amanhã. Então, se você passa porcaria, mas de repente você acredita só dentro de você que aquilo é importante, mas você não traduz aquilo para fora, entendeu? Você quer ser sentido figurado de protesto, entendeu? para comover algumas pessoas ter dread grande, porque chama atenção, porque muitos vai te ver cantando, puts, vai ser legal, entendeu? Então, se finge que é da filosofia. E com isso não contribui nada com a filosofia. Ajuda a decair, porque é uma coisa não que a gente queira pregar uma doutrina ao mundo, mas a paz ela é uma coisa que tem que ser passada, que nem diz Deus, minha verdade tem que ser passada de geração para geração. E o rastafarianismo, ele passa uma palavra da verdade, entendeu? Porque a gente segue os preceitos da Bíblia, acontece quando a gente segue os preceitos da Bíblia, a gente tem que passar aquela mensagem. Então, de repente, se você passa aquela mensagem difundida, ela perde o sentido, entendeu? Porque as pessoas vão começar, sabe, a pensar que é da maneira que você está passando, que é porque você está demonstrando, você está falando com a sua letra uma coisa, mas ali no seu agir você está mostrando outra, porque eu nunca vi um show de beneficente dessas banda boa de reggae que tem aí, que os pessoal dizem que é boa, né? Mas nunca vi os caras fazer um evento beneficiente com quilo de agasalho, só quinze reais, vinte reais. Por que? Os caras não é rastafári, os caras não cultuam o que é bom, não tá querendo passar a palavra da verdade, expressar humildade, a humildade no vestir, no falar, no agir, no viver. Então por que tantos valores para você ver uma banda de reggae? Sendo que a gente é revolução. Minha banda tem Glória a Deus, a gente já teve a oportunidade, para quem conhece os filhos de senhor, já teve a oportunidade de ser uma banda de reggae, mas a banda de reggae que os outros queria. Mas não, a gente não se propôs, porque a gente é a banda de reggae que a gente quer, entendeu? A gente é revolução, a gente faz show em periferia dentro de favela, que o reggae tem que ser assim, levado para os gueto, independente de classe social, todo mundo que tem que receber a palavra da verdade, mas só quando você se vende, entendeu? Para você, de repente, passar uma coisa falsa, Você não vai ajudar nada, porque aqueles que estão em cima vão olhar, entendeu? E vai ver que é uma besteira, meu. Entendeu? É relevante o que você está falando, que você é só mais um que tentou subir como protestante e já caiu nas máquina dele, porque eles já estão te

só um pouquinho, trocar a fica aqui...E o que que você acha, assim, pensando na cena, assim, hum a questão, tipo, dos di jê is que tem aqui em São Paulo? Porque hoje tem
Tem um monte de di jê is que se diz que toca reggae, mas só acontece. O estilo de reggae, pelo menos na Jamaica, é um sistema de som. O que que é o sistema de som? Eles levam um reggae para a periferia, monta aquela aparelhagem, sabe? Meio que tudo, várias coisas inventadas, tweets ampliados, sabe? Mete aqueles reverbes, aquelas coisas loucas, mexe a parada de di jê is, mas mistura com a música. Sempre tem alguém ali mandando um haga mofe em cima, rimando, A parada de di jê is e da cena do reggae, se fosse trazer a raiz, a cultura mesmo, ela tinha que ser difundida dessa maneira, entendeu? Mas sempre voltar do quê? Sabe? Para os lugares periféricos, para a periferia, para a mensagem de ser espalhada, sabe? A A alegria de ser espalhada, porque não é nada mais com o movimento, sabe? Para você sacudir o dia de umas pessoas que de repente teve uma semana turbulenta, entendeu? E o reggae não é uma música assim tão ruim que ninguém queira escutar. Tanto que as batidas, às vezes, influencia, se você fecha o olho, acalma, entendeu? Então cabe a você se você vai escutar com o ouvido ou se você vai escutar com a alma, porque que nem diz o Bob Marley, o reggae não é para se ouvir, é para se sentir. Quem não sente, não conhece. Então para a gente conhecer alguma coisa até quando você está com uma pessoa se referindo no amor de novo, você tem que sentir a pessoa, você tem que conhecer. Agora se você não conhece, você só ouvir as palavras que a pessoa fala, você vai se iludir e com o reggae é a mesma coisa. Quem ouvir e não sentir vai se iludir. vai pensar que é aquilo e não é. Quando que, quando que entrou o Rastafarianismo sua vida?
Rastafarianismo.
Não sei, eu sempre tive um contato muito grande com a natureza. Então, quando a gente quer, às vezes, aderir alguma doutrina, algo importante, porque eu ouvi vários camaradas meu e para a igreja, mas nenhuma doutrina tinha sabe, feito o meu estilo. Então, eu pensava que era isso, entendeu? Aí foi quando eu achei no Rastafarianismo o que? um modo de vida não uma religião. Porque é uma maneira de você se viver, você respeitando seu próximo, respeitando a natureza, entendeu? Você respeitando seus limite, você nunca deixando a ganância, a ambição, ser acima da sua pessoa, se tem, tem, se não tem, se conforma, entendeu? Porque a vida é assim, a gente sempre tem que transparecer a humildade, porque de repente se você chega no ambiente que as pessoas têm pouco e você está com tênis a mais, de repente não que vá ocasionar inveja nas pessoas, mas de repente você vai causar um pensamento nela. Putz, uma vergonha, entendeu? Porque você tem a mais. Então, quando você está no palco, até questão do rastafarenismo, que me encantou foi isso. Que quando eu via Bob Marley, assim, outros cantores de reggae, era a forma que ele se vestia. Os cara não queria ser popstar. Os caras não se fingia ser alguém. Não subia no palco, de repente maquiado, não fazia aquela sala no camarim, tipo, para entrar, entendeu? Mil seguranças do lado, somos seres humanos, entendeu? Muitos caras se diz rastafari e começam até com isso, andam até com segurança. E aí? Onde você está? Você não deixa as pessoas entrar em contato com você? Nem Jesus andou com segurança? Deixou todo mundo relar nele? Fez milagre com todo mundo? Entendeu? Então meio que assim, meu, eu me aderir a esse estilo de vida, sabe, de você respeitar o mundo, você ser você e aceitar o que você é. Entendeu? Respeitar a Deus. Entendeu? E Em primeiro lugar. sabe procurar, conhecer a Bíblia, que é um livro importante para todos nós, traz um conhecimento imenso, não só da desde agora, mas desde a antiguidade, entendeu? E Então, me ensinou todas essas coisas, sabe? Você ter doutrina, você ter um limite, o mundo ele é cheio de coisas, mas nem tudo você pode fazer, entendeu? Então, pôs um limite na minha vida também foi onde eu me identifiquei, porque eu gostava muito dessas coisa, contato com mata, natureza, meditar, Você ser um cara calmo, pacífico. Então, foi tudo que me chamou para o Rastafarianismo, foi isso. O modo de vida, que não bem uma religião, mas uma maneira de se viver melhor.
Alguém te levou?
Bem, assim, o Rastafaranismo eu conheci praticamente sozinho, pela minha curiosidade que nem eu falei. Porque eu tinha muitas visões, sabe? como eu fiz artesanato também, Numa fase da minha vida então eu colava com muitos maluco que não era Rastafari, era hippie. Entendeu? Então muitas pessoas confunde. Os caras que vende artesanato com os Rastafari. Rastafari tem um modo de vida, hippie é outro, eles aderem o quê? O estilo Rastafari, que o cabelo também é um modo de protesto, de você protestar contra o sistema, sabe? Você não aceitar ser igual a todo mundo. Todo mundo tem que ter o corte de cabelo assim, padrão, tem que usar camisetinha assim,

Então, quando eu comecei a colar, eu vi assim, eu te comecei a tirar muitas influências, porque os hippies, entendeu, são caras bons, são viajantes, eu amo viajar também, Eu já fiquei há um tempo também na loucura viajando por vários lugares, mas só acontece. Os hippies, eles já não têm um pouco de doutrina, eles chapam, entendeu, as vezes briga entre eles mesmo e a rastafária já é diferente. Aí foi quando eu comecei a comparar uma coisa com a outra e querer estudar, que até então até eu tinha a primeira imagem que hippie era Rastafari. Mas não é bem isso. Entendeu? Tem alguns hippie que aí pode até aderir a filosofia Rastafari. Mas hippie não é Rastafari. hippie é hippie, Rastafari é Rastafari.
Quais são essas regras? (Intervolta) de chapar de beber de... Quais são as regras Rastafari? Você passar do limite, porque tudo que você faz a mais não pode.
É ruim para você. Come demais. Você vai estar em digestão, se você bebe demais, você vai ter um coma alcoólico, se você usa a droga demais, você vai ter uma overdose. Então, tudo é com moderação, limite, entendeu? Tudo que você for fazer, você tem uma limitação na sua vida, para que? para que não traga, prejuízo, nem para você, nem para o seu próximo. Então, a gente sempre pensa nisso e valoriza muito a vida. A vida é uma coisa que a gente cultua muito. Não que a gente vive o material, porque essa matéria ela cai. A gente vive o espírito. A gente se preocupa em valorizar nosso espírito, dar uma forma evolutiva para ele. Porque você com coisas positivas, você se livrando do mal, se safando de várias coisas, entendeu? Vários limites a não ser ultrapassados, você está engrandecendo seu espírito. Porque seu espírito ele vai ficar elevado e com certeza você está vai estar encaminhando ele para um bom lugar. Porque muitos só pensam na vida daqui, na vida da carne. A carne ela acaba e depois para onde você vai mandar seu espírito, entendeu? Então tem toda essa importância também, tem todo esse valor. A gente valorizar nós mesmos, valorizar o interior. Porque o ser humano ele só se conhece quando ele conhece... ele só começa a se conhecer, quando ele conhece ele por dentro. Porque por fora a gente não se conhece, por fora a gente é isso. A gente fala várias coisas, pode curtir várias coisas, pode pensar várias coisas, vestir várias roupas, mas a alma ela é diferente. A gente não se conhece por dentro A gente não se dá oportunidade. Escuta muito o mundo, mas não escuta a voz que tem dentro de nós, entendeu? A gente passa o tempo querendo descobrir o mundo, E no final da vida você senta e não sabe por que é triste, porque você não descobriu você. Você não deu uma chance para a sua alma falar com você e te dizer realmente o que que você é, que que você tem que fazer, que que você tem que seguir. Seja assim, não, não faça isso. Então quando se dá valor à voz interior de dentro, isso que me atraiu também. E
E o seus pais, seus amigos, irmã, é... como ele lidam com sua com a vida de músico.
Eu falo uma coisa. Graças a Deus, eu sempre tive uma família que todas as coisas, por mínimas que eu faço, desde que seja colar um chiclete, pô, bater um prego e falar, mãe, ó, o que que eu fiz? Entendeu todo mundo me apoia. Minha mãe fala, faz mais. Entendeu? Então, minha família sempre foi assim. Minhas irmãs era pequena. Minha mãe ia no show de rap comigo e ficava lá, balançando a mão com a minhas irmãs do lado, nunca abandonando minhas irmãs, sempre levando elas. Em todas, minha mãe tava.

sempre me apoiando. Sempre tem aquela crise, né, meu? A mãe sempre se preocupa no que o filho vai ser, que ele está pensando se ele está perdendo tempo ali. Toda mãe se preocupa, mas sempre minha mãe me deu um espaço, sabe? Para mim escolher também, fazer minhas decisões, expressar para ela, mostrar para ela que o que eu quero também é verdadeiro. Entendeu? Então, minha mãe, em relação a isso sempre me acompanhava e até hoje acompanha. Seja no show de reggae para ela fechar o olho também. E lá, curtir ou falar bem do filho dela que mãe é coruja. Mãe sempre, O filho às vezes pode ser uma grália cantando, mas ó, meu filho canta bem, você viu? Aí sempre é assim, meu. Mas minha mãe sempre me apoiou, a minha família. Minhas irmã, eu tenho uma irmã de catorze ano, a de catorze ano, agora ela já rima. Tem umas três música escrita. Então você vê que também é uma influência, por isso que a gente tem que tomar cuidado nas coisas que a gente faz. Eu cresci com uma irmã menores, então se de repente eu tomasse um outro rumo ou cantasse outro estilo de música, sabe, mais escandalizado, minhas irmã hoje em dia, estaria curtindo a mesma coisa ou estaria escandalizada também, juntamente com a minha música, de repente fazendo até as coreografias da música escandalizada que eu fizesse. Imagina que vergonha. Você, você comentou também que trabalha com outras coisas de arte, assim, né, uhum que faz? fala um pouquinho disso para gente. Ah eu trabalho com massa durepoxi faço escultura, faço faço carranca, faço totem, entendeu? Faço cogumelo, incensário Faço boneco, guinomo, mago. Eu mexo com massa durepoxi em geral. Faço colar, pulseira, macramê, brinco de arame. Então eu sempre gostei dessas coisas também. Eu fui levado um pouco para o lado da arte também. Então eu sempre gostei, costuro em coro, faço bolsa. Gosto de costurar, gosto de fazer umas coisas diferentes em camiseta, pinto camiseta. Então meu lado de arte sempre foi isso. Mas minha paixão mesmo é massa durepoxi, principalmente em espelho. Eu briso ficar fazendo espelho.
E desenhar

Eu gosto de fazer colagem. Você pegar as reportagens, você fazer uma colagem, meter um texto, um poema sobre aquilo, e pôr tinta por cima, fazer um grafite, entendeu? E aquilo vira um protesto. Eu gosto de fazer isso. Eu tenho vários quadros pintados em casa que é assim, colagem de jornal sobre alguns temas, seja a guerra, seja ódio, amor, rancor, sempre com o texto do lado, expressando, sabe, a minha opinião sobre aquilo, E uma pintura por cima, sabe? Para destacar a arte. Na rua, assim.
Na rua também eu gosto.
Eu pinto na rua desde noventa e oito A primeira vez que eu saí para grafitar foi quando eu tive um contato com o rap também. Porque aí os caras, todo mundo da minha banca, grafitava. Aí depois, os caras que eu mais grafitei, foi os caras do esse dê tê. Aí um tempo os cara parou de grafitar. Fiquei um pouco afastado, mas agora faz duas semanas que eu voltei a arriscar também. Fiz uns Lá, lá em meslândia? Brasilândia já grafitei em bastante lugar. Brasilândia, Tatuí, Araçariguama, São Roque, Rio de Janeiro, todos os lugares por onde eu passei, eu já grafitei. Rio de Janeiro, não. Minto, Paraná. Entendeu? Todos os lugares da onde eu passei, eu já deixei uma marca minha. Sempre eu gostei do grafite, sempre me identifiquei também, sempre me preocupei também com a mensagem, não só você fazer o desenho, fazer aquele conteúdo e deixar uma dúvida em cima sobre o que aquele conteúdo significa. Então, nem que seja um bonequinho, às vezes gritando, com o olho aberto, expressando alguma coisa, sempre no grafite eu também quis meter sempre umas frases também, para causar de repente um impacto. Tanto que me (acrio é) somos pobre. Entendeu que isso significa o que Às vezes o cara está iludido, passando no ônibus, viajando numa vida, sabe, cheia de superficialidades, Aí está o grafite ali ele olha e encara a realidade dele irmão. Meu, acorda, somos pobres.

Mas independente disso, não deixe de sonhar também. Mas só que tem o limite dos seus sonhos, não faça maior seu sonho do que sua vida. Entendeu? E Então sempre o grafite me preocupei com o impacto também. E uma forma assim, que às vezes também... Magoa é a forma que hoje em dia o grafite é levado por muitos moleques, muitos garotos, principalmente a rapaziada do tag que não respeita, faz tag dentro de grafite. Pensa que, em vez da gente fazer grafite no muro, a gente está fazendo lousa, para os caras riscar. Então, queira ou não, a juventude que vem hoje em dia, os mais novos, não a juventude que eu não sou tiozinho, né. Mas o mais novo que veio hoje em dia já veio um pouco distorcido com todas as influências, seja do reggae, do rap, do grafite, do hardcore. Entendeu? E Então, está tudo distorcido. Hoje ele já vem de uma maneira diferente do que a gente fazia antigamente. Entendeu? Aquela coisa mais oculta. Quero ser oculto, mas quero protestar. Agora, hoje em dia não. Quero ser conhecido e eu não quero falar nada.

Entendeu? Então, meio aquela coisa de você criar uma marca registrada para você querer fazer seu nome, entendeu? Fazer uma marca para as pessoa. Eu não sou uma marca. Já sou contra isso. Você já fez... conta assim algum rolê perigoso assim que você já passou? puts...

Um rolê perigoso foi a gente pegando o prédio da telefônica ali perto da Broadway, na Edgar Facó ali. Aí acontece, a gente pulou para nele desse prédio pela linha do trem. A gente entrou pela linha do trem, pintou uns vagão, que estava lá parado, fizemos tag. Aí entramos pelo terreno de areia, desse galpão da telefônica, um galpão grandão, azul. Aí a gente ia fazer uns (trawap) lá, meu. Aí a gente conseguiu, viu que era dois andar. A gente queria tinha uma parte que era aberta assim, tipo uma janela, mas só que era bem grandão. E dá logo para fazer um trawap no meio do murão, mano. Tinha um picho de uns cara lá dos bebados, o joão dos bebados, lá em cima. Aí eu peguei e falei assim, fazer do lado, meu. Era do lado do pico, dos cara fa fazendo trawap lá em cima. A gente conseguiu destravar a porta, só quando a gente abriu, tinham os material lá que era tipo de computação. Aí, pã, falei para o moloque que estava comigo, não, vamos fechar, porque senão os cara vai pensar que nós vai roubar o barato, catar nós aqui. Fechamos, aí nós subiu pela outra janelinha. E nessa eu estou riscando, mano. estou riscando e de repente vem um cachorro, mano. Bem pequenininho, começa a latir. Nessa que vem o cachorro já vem uma segurança, louco, mano. Dando vários tiro. Nossa, descarregou um revolver, meu. Descarregou um revolver, aí aconteceu. Eu pulei, os camarada tudo pulou. E um rapaz, a gente não viu ele pular, meu. Que eu pulei pelo terreno de areia por onde a gente entrou. Mas só que outra cena impressionante foi que quando a gente entrou pelo terreno de areia, não tinha portão e nem tinha cachorro. Quando aí eu Quando eu pulei de volta que o cara estava dando tiro, apareceu um rottweiler. E na hora que eu estou correndo do rottweiler, me aparece um portão, mano. E não tinha portão, a gente teve que pular grade, mano. Eh Essa já foi o primeiro milagre, que Deus pôs logo um portão ali. Quando eu bati o portão, o rottweiler já au au au au... No portão. Mas só que nessa nós pulou e um moleque ficou. E por ter havido o tiro, eu fiquei preocupado, né, meu? Cadê o moleque?

Aí acontece, o cara deu vários tiro. <laughs> É engraçado. Aí aconteceu. Mas só que eu fiquei preocupado com ele. Pensei que os cara tinha catado ele. Aí eu peguei, dei a volta. Demo a volta e fomo lá na portaria da telefônica. Fui explicar para o cara, falei, não, nós só entrou para fazer uns trawap, pensamos que estava abandonado. Joguei a ideia, mas só que o cara não quis saber, mano. Já sacou o revólver, pã.

Nessa que ficou nós dois, os cara já... pôs, o revólver no nosso rosto, eu não, mano. Só quero o moleque, que não sei o que, mas só que nessa, o moleque tinha conseguido pular. Ele pulou para o nacional. Ele pulou para o nacional e saiu do outro lado. Aí, nós por querer resgatar ele, fomo. Aí, esse cara começou a ameaçar, falou, não, mano. que não sei o que, vocês entrou para zoar e logo... logo deu... e logo trouxe uma escada, meu, da telefone que é enorme, e falou assim, ó, eu vou chamar os polícia e vou falar que essa escada é sua. Eu falei, senhor, pode falar, eu entrei pela linha do trem, os pê efe, viu, meu. Como eu vou entrar com uma escada desse tamanho, eu moro lá na Brasilândia, como eu vou trazer isso dentro do ônibus, eu vou vir à pé. Ah aí ele, não, que não sei o que, essa escada é sua, que não sei o que, aí, pã, queria que eu deitasse, eu falei assim, não mano, vou deitar não, você não é polícia, Aí ele não, você é folgado, e começou a querer falar das coisas de Deus para mim e falei, meu, você tá falando de Deus para mim apontando uma arma para minha pessoa? Que Deus é esse que você serve? Aí ele não que eu vou chamar a polícia, eu ainda falei para ele, meu. Não chama a polícia, vai me prejudicar, mano. Só sou pintor de rua, mano. Pintor de final de semana. É o que eu gosto, eu trabalho, pã, minha família. Ele não que não sei o que eu vou chamar, chamou os polícia. Quando chamou os polícia, a gente foi para aquela delegacia que tem atrás do Parque da Agua Branca. Se eu não me engana é a quarenta. Quando fomos para lá, Aí começou, né, meu? Os cara estavam acusando nós de invasão de privacidade e vandalismo. Aí já chegou o investigador, começou a passar um monte de folhas, assim, uma par de fotos de vários trem, mano. Vários trem de vários pintor. Vê aí. Qual que é seu? É você esse daqui? Eu não, senhor. Eu sou nenhum desses não. Que isso, de passar várias foto, o muro de trem, várias coisa. de passar os meu Não sou eu esse daí, não, senhor. Nem sei. Aí ele pã. Aí ele pegava falou aí pegou Falou assim né meu, falou para os cara, se os cara da firma ia querer abrir bê ó, os cara abriu, meu. Abriu o bê ó, mas só que é o seguinte, o moleque de Guarulhos ele era de menor. Eu dei meu depoimento normal, né, meu. Até então a gente está sendo os acusado. E eu estou lá em do polícia achar alguma coisa na minha mochila, entendeu? E ele sempre falava assim para mim, ó, dou cinco minutos para você tirar tudo de errado que tem aí, porque se eu achar, você vai ver, o cara, mó gente fina, mano. Essa parte até Deus ajudou, que ele, polícia nenhuma, é gente fina. Então acontece, aí nessa, nós estamos sendo processado e eu dei meu depoimento, né meu? Mas só que na hora que o do menor foi dar o depoimento dele, eu dei meu depoimento e não falei dos tiro. Porque para mim era relevante, eu já estava sendo acusado mesmo, para mim eu já estava errado. Aí o menor falou dos tiro, foi quando a delegada me chamou e falou assim, você está ocultando alguma coisa no seu depoimento? Eu falei, não, porque? Ela falou assim, você tem Eu falei, não, só houve uns tiro. Aí eu ela falou assim, como ouve tiro e você não me fala? Eu falei assim, ah porque para mim é irrelevante falar. Aí ela falou assim, não, eu sou delegada. Esses dia eu fui abordar um menor no sinal, eu dei um tiro para cima, eu fiquei preso uma semana, tiro para cima, agora é tentativa de homicídio. Aí o bê ó já inverteu. Eu dei meu depoimento, ao invés da gente ficar, tem até uma foto, uma das foto que eu trouxe, está eu e o moleque de guarulhos. O investigador tirou uma foto, nós dentro da cela, que eu pedi para ele. Ainda depois ele até deu risada e falou para nós pedir para o delegado de plantão para nós fazer um grafite lá dentro, falei, você tá louco, já estou preso por causa Aí pã, e nessa, meu, foi a cena mais engraçada que eu vi, porque eu só via isso em filme. Foi quando a delegada chegou nesse segurança, que ele até então ele deu depoimento e negou. Mandou buscar a arma lá na firma. Ele falou que só tinha dado dois tiro. E o revólver com seis janela defragada. Fizeram exame de pólvora, constou mais do que o limite nele. Trouxeram a arma num saquinho, fizeram uma perícia rápida lá, olharam. A delegada chegou nele e falou assim ó, você tem o direito de permanecer calado. quem você da família, você está preso, quem da família, da sua família quer que avisa. Tira seu cadarço, seu cinto, põe ele ali dentro. Eu desacreditei, falei, olha, eu entrei lá, ia fazer, ia pintar o prédio dos cara e tipo, estou sendo preso, aí o cara chegou no meu lado e fez assim, ó, a única coisa que eu falei para ele, meu, eu te falei, falei para você não fazer bê ó, que a gente só veio resgatar o moleque, a gente já ia embora. O que que eu posso fazer? E eu estava sentado do lado dele e eu me afastei, sentei do outro lado. Ele que assumiu as própria consequência dele. Ele tentou me prejudicar. Entendeu? Feitiço virou logo contra ele. Foi uma coisa louca que até hoje na minha vida eu não entendo. Porque aí até então, como o moleque era de menor, a irmã dele só poderia vir de Guarulhos para buscar ele. Eu já era de maior. E nessa eu já podia ir embora. Aí eu fiquei esperando a irmã dele, aí deram papel para a gente comparecer no fórum. Aí quando era para mim comparecer no fórum, o fórum teve aquela greve de dois mil e quatro, entrou em recesso dezesseis anos para regularizar os processo até hoje. Recebi nenhuma Só Deus na minha vida. É fantástico <laughs> leva, só Deus mesmo. Nossa
Foi engraçado. Você está trabalhando agora assim?
Atualmente eu estou trabalhando em uma associação, estou trabalhando não, dando apoio né, meu. Que É um trabalho, mas que ao mesmo tempo não é um trabalho. Porque eu estou trabalhando numa associação que é o CEDECA, né, que é para menores, os menores auxílios menores que saem da FEBEM, que vai lá para lá assinar. Faz a atividade com eles. Eu estou dando uma aula de grafite básica para eles. Aí a gente sai para pintar. Aí agora eles querem fazer um curta metragem sobre o meio ambiente. Aí como eu tenho um pouco de conhecimento também, aí estou ajudando também eles nesse curta metragem a fazer trilha sonora, fazer as filmagem que a gente vai fazer, uma grafitagem nas pedras que os moleques vai fazer. Aí no momento trabalho com isso, meu. Com associação, entendeu? Mexer com criança, dar aula para as crianças, nem que seja para dar noção básica de basquete e a música. A música é minha sobrevivência. Eu sou compositor e eu não tenho estilo para compor, desde que seja a música de consciência, né. Então, componho eme pê bê, reggae, soul, jazz, funk, samba rock, samba raiz, rap. Então, tudo na minha área. Eu vivo disso.
E qual a importância de você passar a experiência para outras pessoas? Ah
A importância é você ver, meu. A valorização, porque todo mundo fizesse isso, passasse não só a experiência, mas o conhecimento. Com certeza você vai estar influenciando aquela pessoa no futuro, querer ajudar alguém também. Passar o que ela aprendeu. Porque tudo o que a gente faz, se a gente retem para a gente mesmo pensando que se o mundo aprender, não vai se tornar difícil para mim, não. Se o mundo aprender, vai ser mais fácil para todos nós. Entendeu? Então aquela coisa de você, sabe? Saber que aquilo que você está passando, não vai ser em vão. Que você vai estar passando, transmitindo o conhecimento para alguém. que com certeza, mesmo que essa pessoa não tenha a mesma mente de passar para outra pessoa, ela vá usar, entendeu? E que Deus abençoe dela usar de uma boa maneira tudo o que a gente tenta passar, né? E
qual é qual é a importância da arte? Você trabalha com um monte de tipo de para o mundo assim Para que? o que que ela pode fazer para o mundo? E como? É expressão, porque todos nós somos artistas.
Então, normalmente, das pessoas, os artistas é aqueles que estão na mídia, sabe? Está na televisão, então, de repente, não valoriza si mesmo, nem valoriza o companheiro. Então, a arte é isso. A gente fazer nossas exposições, fazer vários trampos, ir na casa de um camarada, expor para ele, ele vir e expor para mim, e a gente pegar, juntar, fazer uma ferinha e expor a gente, o nosso trampo, entendeu? Sem ajuda de prefeitura, sem ajuda disso, sem ajuda daquilo, entendeu? Porque a gente, mostrando a nossa arte para o nosso povo, que de repente inspira. Às vezes, uma pessoa sabe fazer alguma coisa, entendeu? Ela quer fazer a arte, mas para o mundo, entendeu? quem é artista não ganha dinheiro, principalmente de periferia. Ou é artista vagabundo, entendeu? Então quer dizer, para as pessoas têm aquela ilusão, não. Sempre tem que ser isso. Médico, doutor, tem que ser aquilo, tem que ser... Entendeu? Então se limita. A arte é isso. A arte ela é a expressão do mundo. Todo mundo tem uma arte para fazer, desde que seja saber fazer uma escultura, expressar através de um desenho. Mas é arte, se a gente der valor para a arte que está na gente, a gente não trabalha para os outros. A gente vai trabalhar para a gente mesmo, para a nossa satisfação. Eu e a gente vai evoluir através disso, que a gente evolui. Entendeu? A arte ela evolui. Conforme você vai fazendo, você se inspira mais em fazer, então de repente você está misturando uma arte que você sabe com outra arte que você sabe, você está mesclando e transformando em outra coisa. A arte para mim é isso. E E para o mundo ela é expressão, né. Expressão para as pessoas.
Tem mais alguma história? Dessas que você contou, mas algu com alguma com a música, assim, tem uma com a música, que você passou algum problema. Então é uma coisa importante uma música cara, só não que... aham Pode ser uma coisa engraçada, pode ser uma coisa que foi marcante para você, algum show.
Um show que foi marcante para mim? Ah Ah, para mim, legal foi cantar lá. Foi marcante assim, porque eu também achei engraçado a atitude do cara, né. Ne, eu gostei, uma cena engraçada também, a gente foi tocar lá em Itupéva de Minas. E ia tocar o Ventania junto com a gente nesse dia. Ventania de Aleluia. Aí, quando chegou o Ventania de Aleluia junto com os parceiros dele lá, tinha um grandão altão baterista mano um monstrão. A gente chama ele de monstrão. Nossa, cabelão é imenso, cara. Uma barba, tipo, homem de neanderthal mesmo. Entendeu? Inspiração <laughs> de todo o louco. Aí, acontece, ele gostava muito, mano, ele toda hora, cara. Aí, tipo, quando acabou o deles, assim, eles pegou, saíram para fora, chegou, olhou para nós, assim, sabe uma criança quando vê um doce, mano.
Sabe, você já viu uma criança quando ela fala não, putz, me dá bala.
É bala, é bala isso daí, é bala. Nossa, o cara chegou assim, cara. Tipo, parecendo uma criança, um monstrão daquele, parecendo um homem de neanderthal. Você, tipo, vendo uma expensão de uma criança baixar nele ali. Aí, aquilo para mim foi muito engraçado, e que aí ele chamou nós para ficar no palco com eles lá, para toda hora ficar dando balinha para ele... <laughs> ele tipo, vai Então, não, mano, quando nós toca, nós põe oito, oito, nove balinha aí. Tipo, muito doido, mano. Tipo, crianção. Aí foi uma cena marcante, que também, vê os cara tocando, e os cara chamam ele de monstrão, que ele as baqueta dele eram, mano. Não era nem baqueta, o cara era um monstro tocando, então ele, pa, rá, pa, pa, pa Mas toca muito, né, mano? O cara toca muito, é legal o som dos cara. E E foi uma cena engraçada, porque também era um show de reggae, o pessoal da cidade, acho que, por, né, meu? Ou não por conhecer, ou por falta de role também? Nossa, meu, tinha várias mina que nesse dia choveu, a gente tocou num lugar chamado Mansão Árabe. Então tinha um palco fechado, que era o eletrônico, nesse e tinha um palco aberto. Só quando o reggae começou a tocar, todo mundo quis descer para o reggae e tinha chovido nesse dia. Cheio de lama. E o mais engraçado mesmo foi ver várias mina com salto agulha andando no meio da lama, você imagina. De calça branca, várias fita, tipo, meu, estava parecendo chiqueiro aquilo. Todo mundo que nem porco e curtindo o som. Foi engraçado.
Queria que se você pudesse cantar, ou então, pelo menos só um pedacinho de uma música sua, de reggae.
De reggae? Cantar uma que se chama Despertai. Despertai para uma nova consciência. Porque ela é mais ou menos assim, é tipo um, como eu disse, né, eu gosto de escrever, fazendo texto. No ritmo ou no Os dois. O texto é assim, somos reféns por não sabermos dos nossos próprios direitos, mas temos direitos, mas também temos deveres a cumprir a babilônia te escraviza e lhe suga toda energia positiva. Despertai, despertai e mais despertai para uma nova consciência. Nós não concordamos com os prazeres da sociedade atual e sua maldade moderna. Pois vinde, cantemos adiá a rocha da salvação, pois ele é rei sobre todos os reis e rei sobre todos os reis, aí vem, despertai, despertai despertai, mais despertai para uma nova consciência somos reféns, por não saber o nossos próprios direitos mas temos direitos e também temos deveres a cumprir a babilônia lhe escraviza e lhe suga toda energia positiva a babilônia lhe escraviza e lhe suga toda energia positiva Despertai, despertai despertai, mais despertai para uma nova consciência nós não concordamos Com os prazeres da sociedade atual e sua maldade moderna, pois vinde cantemos a adiá a rocha da salvação E rei sobre todos os reis. E E rei sobre todos os reis. E rei sobre todos os reis... eee, Despertai e Aí é seu despertai. Vocês gravaram cê dê? oi? a gente tem um demo. Legal. Tem um deminho, gravado de dois mil e

e cinco. E como que chama? A demo não não tem nome, apesar que a nossa música de trabalho é o dia, né, que é de uma comunidade que a gente tenta difundir, comunidade rasta sociedade do amanhã, que a gente é o pensamento de amanhã, a gente é o pensamento que pode fazer uma nova sociedade. entendeu? E
Queria primeiro que vo achar, perguntar para você o que você achou, eh que você achou não, desculpa, quais as liçõ as lições que você tirou da sua vida, até aqui até aqui, uma vida ainda curta, né, é mas quais as lições tirando da sua Ainda tá tirando.
Ah, não sei, apesar de muitas turbulências, né, que sempre quando a gente vai falar de coisa, a gente fala das coisas boas, mas todo mundo passa por marés ruins. Então, muitas lições que eu tirei da minha vida é o que eu falei, sabe, em relação ao rastafareanismo. Eu aprendi a ter responsabilidade. E o que eu tirei da minha vida foi isso, que o que eu fiz de errado eu não quero tornar a fazer. O que eu passei, se eu puder modificar lá para frente, eu não quero tornar passar. Entendeu? Porque a gente é responsável pelo nosso destino. Deus, ele provê nossos dia ele sabe o que vai acontecer lá para frente. Mas a gente é responsável por mudar, porque a gente tem dois caminho. A gente pode ir por aqui, a gente pode ir por ali. E hoje eu creio que eu tenho uma vida mais responsável. E hoje eu creio que eu tenho uma estrutura maior também, até de pensamento. Se eu quiser difundir meu som, fazer minha música mesmo e levar ela para frente, hoje eu tenho uma capacitação de saber. que o que eu vou passar vai ser algo de bom e vai ser algo pensado, algo refletido também, algo que vai ser absorvido, diferentemente de muitas vezes das quais também já cantei assim, entendeu? De as vezes só querer cantar por prazer, entendeu? Por vontade e não acreditar que aquilo passa a ser nada. Mas hoje não, hoje eu já penso de outra forma e com isso aprendi, sabe meu? Que a liberdade da vida e a liberdade dos pensamento, é a mesma coisa. Tenta se aprisionar na vida para ver como você vai ficar. então muitas pessoas se aprisionam no pensamento, é a mesma coisa. Então é assim, hoje eu sou liberto das duas parte, do corpo e da mente, entendeu? Recebi uma libertação completa no decorrer da minha vida.
Você tem filhos?
Não. Não tive a oportunidade de tê-los, apesar de já ter sido casado. Você foi casado? Já. Conta um pouco da história? <laughs> Casado dois anos. Eu casei com a irmã de um camarada meu, não nos papéis, né? A gente diz casado porque na nossa lei A gente casa quando a gente não tem doutrina, a gente casa. Então, morei junto com uma pessoa, meu, dois anos no mesmo espaço. Foi dois anos bons, foi dois anos que também, sabe, eu deixei um pouco de fazer a música para cuidar, por pensar que era aquele era o momento de eu construir uma família, sabe, tomar a postura séria na minha vida, de repente uma responsabilidade, mas tudo na vida a gente aprende, tudo é aprendizado, se a gente de repente não viver, a gente mais para a frente não vai compreender. porque eu passei, eu compreendi, porque foi uma fase curta. Foram dois anos namorando, dois anos morando junto. Então, realmente, não era aquilo que eu queria e nem a pessoa que estava comigo estava preparada para aquilo, porque era músico, que sempre me chamava, mas a atenção era tocar. Eu trabalhava, trabalhei até um tempo, são rock lá, trabalhava a noite, vinha só de quinze em quinze dia para minha casa, sendo novo, entendeu? Tenho que ver sua esposa só de quinze, quinze dia. Então, eram umas coisas que eu não queria me limitar naquilo, sabe? aquilo, eu queria uma família, que eu sonho em ter uma família, sonho em ter um filho, mas só que eu não queria também me limitar, sabe, no meu mundo, no meus pensamentos, no meus afazeres, sabe, para viver isso, porque sendo que eu posso viver isso de uma maneira diferente, sendo que eu posso primeiro atingir estrutura na minha vida para depois eu conseguir construir isso. Então foi uma fase curta assim, mas que eu aprendi bastante, gostei muito da pessoa, entendeu? Hoje, infelizmente, não somos amigos, entendeu? Não da minha parte, mas sim da parte dela, né? Houve interferências de pensamento quando terminamos, mas, independente de que a gente tira, é sempre aprendizado. Aprendizado e com certeza o que eu vivi antes com ela, que foram também momentos bons, momentos ruins, né? Tudo isso eu transpasso para hoje. Eu vivi momentos bons com ela, hoje em dia, se eu for viver momentos bons igual que eu vi com ela, eu procuro fazer melhores momentos. Agora, se eu vivi algo ruim com ela, eu prefiro já evitar os ruins momentos. Então, tudo é, né, um aprendizado e já faz dois anos já que a gente está separado.
E você espera quando for construir uma família largar, largar não, mas diminuir um pouco o ritmo da música?
Ah, não sei o que nem eu falei, eu pretendo, né, me tornar um músico, mas não um músico bullmarketing, mas um músico aonde que nem eu falei, se as pessoas se valorizassem, a gente vive entre nós, entendeu? Não esperando pelos outros. Porque todo mundo tem um talento, de repente você tem um amigo que só faz cinema, sabe? Fazer filme manja muito. Entendeu? Tem um amigo que é web designer. Outro que faz umas paradas com textura. Entendeu? Então quer dizer, meu, é você viver do que você é. Você conseguir sobreviver disso. Não é que eu penso em abandonar. Eu penso estar em um lado mais profissional da música. Entendeu? Consegui de repente fazer uma produtora musical. Entendeu? Escrever trilha sonora. Não que a gente vai cair num... no comercial, mas eu vou cair no comercial de uma parte o que? Profissional, porque de repente eu posso escrever uma trilha, entendeu? Trilha musical, posso desenhar o comercial e fazer animação, entendeu? Então é tudo isso, eu pretendo levar a música para esse lado, mais profissional, entendeu? Sendo o meu serviço, mas só que o outro lado dela, entendeu? É só a minha maneira de expressar e viver.
antes de se encerrar, queria você dissesse, primeiro, o que achou de ter dado a entrevista? Ah, para mim foi um privilégio, né?
Foi importante, eu gostei, entendeu da oportunidade também, porque é que nem uma coisa interessante quando eu conheci o museu que eu achei, porque todo ser humano tem uma história para contar. Dependente de que ela não apareça em uma tela, a gente tem algo de importante para passar. A vida são várias experiências, cada um vive as suas experiências de uma forma mesmo que as vezes ela seja igual, mesmo que o cotidiano seja igual, entendeu independente da classe. Então, é várias coisas que você vê, entendeu? Que de repente você vê a valorização da pessoa, do ser humano, entendeu? O Museu da Pessoa, entendeu? Não a pessoa, só a pessoa, sabe? Importante, não? O Museu da Pessoa, somos todos pessoa, somos todos importante. Então, para mim foi ideia diferente. O que eu imaginei, putz, um dia lá falar, contar a minha história, como vai ser? Entendeu? Independente de às vezes não ser interessante para uns, mas pode servir de lição para outros, como também muitas coisas que eu ouvi aqui de outras histórias, foram interessantes para mim e eu absorvi. Entendeu? Porque é a valorização do ser humano. Isso para a mim é valorização. Você valorizar a história de cada um. Cada um tem a contar. Entendeu? Que de repente tem pessoa que às vezes ela é tão agoniada, ela não tem a oportunidade de expressar para alguém e não tem ninguém para ouvir ela. Sabe o que ela tem a falar? De repente sobre a sua experiência na vida. Entendeu? sobre o que ela passou, sabe? Porque sempre a gente quer contar alguma coisa, a gente quer ter uma história. E aqui a gente tem a oportunidade de contar nossa própria história, entendeu? E dessa história ela não saiu uma fantasia, mas depois saiu um algo algo real, sabe? Algo que você sabe que alguém viveu realmente. Não foi ficção, não foi inventado, não foi filmado, gravado, sabe? Não teve cenas. hum hum Foi tudo natural, porque a pessoa foi ali e mostrou seu eu, Então, é importante. Eu gostei de contar um pouco da minha história. Então, eu queria ir para terminar, que você olhasse para a câmera e falasse, meu nome é Tal, apelido Tal, nasci em tal dia, tal lugar e sou músico.
Ou só o que você queira falar. Espera. pode

A gente faz de tudo um pouco.

Muito obrigado.